Novecentos e cinquenta e sete. Aqui a gente vai voltar um pouquinho e falar um pouco do nome dos seus pais.

os dois descendentes de italiano por parte de pais e mães. Então, meus quatro avós, todos eles eh, descendentes de italiano. Eh Meu avô por parte de mãe italiano, minha avó por parte de mãe brasileira, mas filha de italianos, e meu pai ao contrário, minha avó por parte de pai italiana e meu avô por parte de pai brasileiros, mas filho de italianos.
Então, já que você voltou, voltar então um dessa história da Itália. Você conhece a história de como eles vieram, por que eles vieram? Conta um pouco.
Conheço razoável razoavelmente bem.

E minha avó, de Mormano, é uma cidade próxima a San Nicola. San Nicola é uma cidade litorânea. Então, o meu avô, bisavô veio para, naquele tempo, né, que eles estavam imigrando, os italianos, uma onda de imigração para a América do Sul, né, chamavam América, não falavam nem Brasil, nem Argentina, sempre falavam América. Isso eu soube porque a minha tia-avó, irmão do meu avô, eu estive com ela na Itália visitando o pessoal e ela falava sobre isso, me chamou atenção esse fato. Mas eles ah e era fazer América. Eles não eram lavradores lá. A grande maioria veio para trabalhar em café. E Era de uma família razoavelmente bem, mas tiveram um problema familiar e Dois irmãos vieram para o Brasil. Meu bisavô e o irmão dele. Na realidade, vieram para a Argentina. Viver como eh, caixeiro viajante, fazer eh negócios. Um deles foi para para o Uruguai. E o meu bisavô veio para o Brasil. A família Uruguaia cresceu, como assim como no Brasil. Eh

O meu bisavô veio para o Brasil eh para uma cidade pequena, Mineiros do Tietê. Hoje já é uma cidade muito pequena, imagina quase cem anos atrás. E Negociante nato. começou a vida, fez fortuna, foi para a Itália, casou com uma italiana, né, como na época se fazia, ninguém casava com brasileiros e brasileiros não se casavam com imigrantes. Foi lá, trouxe, ganhou mais dinheiro, mudou-se para Piracicaba, expandiu os negócios. Meu, minha avó me contava, né, a nora dele, que ele era o comprador do Matarazzo de algodão na região. Porque a região de Piracicaba, eh, próximo ali à Americana, né, eh, Santa Bárbara na época, Americana não existia, região de produção de arro de de algodão naquela época. E ele, como bom negociante, amigo dos Matarazzos, era comprador. Então ele carregava os vagões de da Paulista, aquela. Piracicaba tem a Sorocabana e tem a Paulista. A Paulista ficava na região mais âh mais alta da cidade. E eles moravam na rua Governador Valadares, que é uma das principais ruas. Então, a minha avó contava que eh, quando era a época de embarcar o algodão, fechava praticamente toda a rua só com o embarque do algodão. Então, esses fatos, né, interessantes que me chamam a atenção. Então, era bem de vida, a ponto de, eh, irem para a Itália quase que todo ano. Imagina só, né, nessa época, alguém poder sustentar uma viagem para a Itália. E e a ponto de Ele ter quatro filhas mu mulheres e quatro homens. Foram oito filhos no total. Todas as as mulheres ficaram na Itália com a mãe, sendo cuidada pelas mãe, pela mãe, e ele com os meni com os homens, aqui no Brasil, tocando os negócios. E Então a vida deles era Itália-Brasil, Brasil-Itália, como hoje os e os empresários fazem, né, nas suas atividades. Então era uma família bem bem situada. Meu pai foi para a Itália em vinte e nove Meu pai nasceu em vinte e oito Foi para a Itália em vinte e nove Nós temos alguma uma foto até eh deles no navio e tudo mais. Então, uma família bem situada. Mas, como muitas famílias, né, igual o pessoal fala, né? Pai nobre, fi, pai rico, filho nobre, neto pobre. A história também foi assim com com a nossa família. Meu bisavô rico voltou para a Itália e deixou os negócios com os filhos. Os filhos não souberam administrar como deveria. Perdeu fortuna, vieram para São Paulo para morar em São Paulo. O fato interessante é que eh o meu avô casou com a minha avó por indicação do irmão dele. O irmão dele fo foi para a Itália casar com a minha tia avó. Quando voltou, falou, olha, para o meu avô, falou olha, ela tem uma irmã muito bonita que está já na idade aí. A idade de casamento já era quinze, dezesseis, anos. Minha avó casou com dezessete anos. Meu avô se se se simpatizou, trouxe uma foto, gostou, trocaram eh cartas. E Então, foi lá e casou com a minha avó. Eh Naquele tempo, o casamento de interesse, nesse aspecto, também era pe era forte. Minha avó descendia de uma família também eh no nobre, de nobreza. O pai dela era conde.

Mas a minha avó eh era uma família nobre, só que sem dinheiro. O pai tinha falecido. Então, interesses também financeiros nessa jogada. que interessava para a família dela, né o, ter uma ligação com alguém de posse, né? Então, ela casou. Então, veio com dezessete anos para o Brasil. Eh Naquele tempo, morar em Piracicaba, né, aquela passagem. E aí, então, por isso perderam. Âh Eles foram morar juntos. Eu me lembrei disso pelo pelo fato de... Era uma família muito unida. Tanto o meu avô, com o irmão dele, como minha avó com a irmã dela. Então eles foram praticamente morar todo o tempo juntos. Casas geminadas em Piracicaba, depois foram morar na fazenda, mesma fazenda. vieram para São Paulo e moraram juntos. Então isso criou, entre os filhos, né, meu pai, meu tio e os primos, né, os ir o irmão, seus fi, os primos, filhos do dos tios, uma união muito grande. E que eh foi um ponto muito importante em toda a história da minha família. Então, eh uma família típica de italianos, com toda eh sonoridade dos italianos e com toda a a emoção inerente dos italianos. Então eh vieram para São Paulo quando as coisas não se não estavam indo muito bem. E aí começou a história em São Paulo. Meu pai veio com algo em torno de uns dez anos. E fez eh, fez eh estudo em São Paulo, fez eh filosofia, português e filosofia na Uspe. E Escolheu, escolheu São Manuel para lecionar. Porque naquele tempo fazia o concurso, né, hoje em dia também é assim, mas eh teve a oportunidade de ir para São Manuel. Casou com a minha com a minha mãe e mudaram-se para Atibaia, que ele não queria ficar longe dos pais. Queria ficar perto, mas não queria ficar em São Paulo. Ele achava a cidade muito agitada, Atibaia era uma cidade próxima a São Paulo, e achava que era melhor para cuidar dos filhos. Então, foi para Atibaia. E Eu nasci em São Paulo, eh morei até os treze anos, meus pais sempre moraram lá. Meu pai faleceu, sempre morando em Atibaia, nunca nunca saiu de lá. Minha mãe continua em Atibaia E eu, aos treze anos, vim para São Paulo para estudar, fazer o colégio. Atibaia tinha tinha um colegial, mas eh meu pai tinha família em São Paulo, né, os irmãos, e eu vim morar com meu tio aqui em São Paulo.

Sem problema. Porque aí a gente vai pegar um monte de coisa que que passou aí de da infância e tal, que deixou curioso. Uma delas bem bem pontual assim, o nome dos seus avós, que você falou tanto deles aqui, qual o nome deles, dos quatro?

Ele faleceu vinte dias antes de eu nascer. Então, eu levo o nome do meu avô paterno e avô materno.

Desculpa a segunda pergunta.
Não, é só o nome dos quatro avós.

Uma coisa interessante também. Humm

As coisas que vão ficando, né? O

É, você conhece essa história dos seus pais, como eles se conhecem, eh enfim, o casamento deles, como é que foi essa história para eles se juntarem?
Estamos voltando à questão da de de São Manuel, dos meus pais, né. Meu pai, então, se formou em Letras, em Filosofia pela Uspe, foi dar aula no colégio lá em Sa em São Manuel. Aí ele era professor. Minha mãe eh ter o que, uns vinte e dois anos. Se formou com vinte e um, vinte e dois, vinte e três anos, uma coisa assim. Minha Se você me permite voltar um pouco da história do meu avô por parte de mãe, também é uma história interessante, né. Se eu começar a ficar assim, se o assunto não for interessante, vocês me interrompam. Não, à vontade. Eh Meu avô, por parte de mãe, é descendente de uma família italiana que veio de Murano, lá em próximo à Veneza. Eles eram, eh esses imi imigraram por necessidade. E ele era, para vocês fazerem ideia, mergulhador em Veneza para ir buscar eh moedas. Os turistas jogavam as moedas, eh, ali no mar, né. Ele ele era mergulhador, era de uma empresa, ele trabalhava numa empresa, que existia uma empresa de re recolhimento dessas moedas. Acho que era uma empresa que funcionava para a cidade, coisa assim, né, limpeza. E ele mergulhava, ele era tinha um físico muito avantajado, era bom, tinha um bom fôlego e ele era um dos mergulhadores. Então, uma família bem simples. E o pai dele migrou para o Brasil. Bom, ele era analfabeto, e mas era bem apessoado, podemos falar assim, né? Eh e e E gostou gostou Só que a minha avó era de uma família muito tradicional de São Manuel, muito rica, um dos mais ricos de São Manuel. Obviamente, a família não queria que ela se casasse com um italiano, mesmo sendo italiano, mas um italiano pobre, analfabeto, com poucas perspectivas de vida. Mandou ela, mandou ela para a Itália, para estudar na Itália, para ver se esquecia meu meu avô. Meu avô, eh, quando ela voltou, ele ficou sabendo, aí ele já tinha ganhado dinheiro, Ele começou a fazer dinheiro com tropa, ele era tropeiro naquele tempo, isso no século passado, e já tinha um uma certa um certo recurso. Ela ele estava esperando ela na na estação ferroviária de São Manuel. Quando eles se viram, ela perguntou para ele, você não está casado? Ele falou, não, e nem você também não. Então tá bom. Aí fugiram, se casaram, E foi tão trágico o negócio que ele tomou um tiro pelas costas do cunhado dele. O negócio foi muito dramático. Mas ele se enriqueceu, chegou a a um ponto, isso contado por Mas ele não morreu, ele tomou um tiro e conti. Tomou um tiro, sobreviveu ao tiro. Morreu com cento e tantos anos, né. Eh Mas ele fez fortuna, fez dinheiro com tropa, movimentação de animais. A ponto de se ter a maior liquidez da cidade. Eh Na cidade, São Manuel é uma cidade de fazendeiros tradicionais, Eh Mas o pessoal de fazenda normalmente não tinha liquidez na época. Quando dava baixa do café ou coisa assim, era ele que bancava, emprestava para as pessoas, para os amigos lá. Então Fe fez fortuna por conta própria, mais que depois que o vo os familiares da minha avó. Então é uma passagem interessante também. Uhum Bom, meu pai, então, conheceu minha mãe, se casaram lá em São Manuel, mas veio para a Atibaia. Aí escolheu Atibaia e ele começou a dar aula em Atibaia.
E sua mãe é
Minha mãe é professora primária, exatamente. Se formou, né, na época era, como é que se fala? É Tem um termo para professora primária na época? Me fugiu o nome. Não é curso superior. Naquela época, hoje é é necessário ter curso superior para dar aula. Magistério? Magistério. Fez o magistério, mas era no normal. Normal, né? Antes de falar isso. Fez o normal, então veio dar aula aula também em Atibaia, então ela dava aula no grupo eh gru grupo escolar, meu pai dava aula no ginásio, tá. Eh E aí fizeram a vida em Atibaia. Meu pai, eh ele tem uma oratória muito boa, se candidatou por indicação das pessoas de Atibaia a ser vereador. Acabou sendo... não, não foi eleito na primeira, mas na segunda foi eleito, na terceira vez que ele se candidatou foi o mais votado, foi o quase presidente foi o presidente de câmera da Câmara de Atibaia e no ano que ele ia ser candidato a prefeito, provavelmente ia ganhar, ele foi cassado. Ele era líder nato. Num Nunca se meteu com terrorismo. Isso não, nun nunca teve isso aí. Mas ele era contra a ditadura e externava todos os pensamentos dele. Por conta disso, ele foi uma das poucas pessoas no Brasil a perder emprego como funcionário público. Ele foi aposentado. E foi preso. Ficou seis meses em Perdões. Preso. Eu tinha... Isso foi em sessenta e. e oito, tinha onze anos, onze anos. Então me lembrava que eu ia visitá-lo em Perdões. Perdões é uma cidade próxima a Atibaia, né, dá uns dez, quinze quilômetros. Então eu ia todo final de semana visitá-lo lá em Perdões. Mas era uma prisão diferente, porque como meu pai era uma pessoa... com uma boa presença na cidade, ele. Talvez um dos homens mais cultos da cidade e co, todo mundo o conhecia. Então tinha um respeito. O delegado da Prefeitura de Perdões, né, da da Delegacia de Perdões, era ele e mais uma turma que foram presos. Era quase que uma colônia de férias, porque ninguém fechava a cela de ninguém. E, entre eles, tinha um um um cozinheiro, o outro era tinha uma outra atividade, o outro era músico. Então, aquilo lá acabava sendo uma colônia de férias. E o pessoal ia visitar. E eu ia eu ia lá, tudo solto. Mas não podia sair da cidade. Fizeram um compromisso com o delegado. Ninguém saía daqui, mas também ninguém ficava ninguém prendia ninguém ali, né.
Mas eh, antes de a gente voltar um pouco, eh como é que foi essa esse momento da sua mãe? Alguém falar, seu pai foi preso. Como é que foi isso?
Eu eu sempre participei de toda a atividade. Então Atibaia é uma cidade pequena, você acaba convivendo com sempre com toda toda a situação política, né. Então, eu participava dos comícios. Era pequeno, mas ia junto, né, aquela coisa toda. É óbvio que eu não não entendia a conse a a dimensão da situação. Mas meu pai, eh, antes de ele ser preso, efetivamente, ele, por várias vezes, o ele foi eh chamado a Jundiaí, quartel de Jundiaí, para aquelas sessões de não de tortura, que nunca foi torturado, ele sempre falou, mas se sessão de perguntas, né, ele mais a turma da da linha de política dele. Então isso acompanhava. Então virava e mexia, ele era convidado, né. Convidado daquela forma. Fechava um quarteirão, eh gente na rua cercando, gente vo no nos fundos da casa. Absurdo. Minha mãe chamava. Entra aqui, espere, meu pai está chegando de da rua. Tome café, tal. E só uma vez que ele, ele nunca teve receio. Uma vez ele falou, olha, não sei se eu volto. A situação está ficando complicada, foi uma pa Era uma Páscoa. Nós íamos, vínhamos para São Paulo. Nós tínhamos muita ligação. Toda vez nós estávamos em São Paulo. Minha ligação com São Paulo começa nesses momentos. Vinha muito para São Paulo. Porque a família italiana, aquela coisa toda. Minha minha avó morava em São Paulo com meu tio e. Então, virava e mexia todas as festas estávamos em São Paulo. Era uma Páscoa. E eu âh eles vieram, acho que era uma sexta-feira, coisa assim. Nós estávamos com viagem marcado para São Paulo. Acabou ficando quase uma semana. Êh Foi a única vez que eu vi ele preocupado. Eu senti isso no ar, né. Eles chegavam e te acordavam à noite. Chegavam à noite normalmente Né. Então a gente acompanhava um pouco isso daí. Mas eh minha mãe soube cuidar dessas... Eu nunca vi ela eh desesperada. Devia ficar, né? mas eu nunca vi, assim, eh perder o controle. Então, isso para a gente dava uma certa estabilidade. Então, se ela não perdia o controle, era porque estava sob domínio as coisas, né? Então, isso ajudou muito. Então, essa fase que ele ficou preso, depois ele ficou preso, e aquela coisa toda. Aí, a gente ia visitar e minha mãe sempre controlou isso aí, soube controlar. Se ela ficou, realmente soube não demonstrar, né?
E eram quantos irmãos? Eu e eu e mais um.

Mais velho ou mais novo? Mais
Mais novo. Eu tive um irmão, mas faleceu ao ao nascer.
Tá. voltar nessa parte, então, de Atibaia, que na nasce em São Paulo, mas vai para Atibaia passar a infância lá. Isso. Como que era Atibaia nessa época?
Atibaia, como toda cidade do interior, pequena, muito acanhada naquele tempo. Trinta mil habitantes, coisa assim. Meu pai, quando se mudou, tinha uns dez mil. Dez anos depois, tinha o quê, uns trinta mil habitantes. Então a vida era muito rotineira. Era escola, meu pai era pro também diretor, eh, presidente do clube, né. O clube, ele construiu uma piscina. Ele gostava muito de esporte. Ele tinha uma uma ligação muito grande com a juventude. Toda a vida. Era Aqueles jogos abertos do interior, e ele que organizava a comitiva de Atibaia, né. ele tinha eh essa vivência com a juventude era muito forte. Eh Aquela cineasta japonesa... Vocês estão ligados mais na área, o nosso câmera man lá,

Yamazaki. Eh Ela foi aluna do meu pai. Ela cita ele como o professor que mais influenciou. Porque ele Ele, durante as a, eh no fora atividade extracurricular, ele eh chamava os alunos para uma discussão política. Quer dizer, fugir do dia a dia. Quer dizer, vamos discutir a atualidade política, o que cada um acha. Não com o sentido de âh criar movimentos, mas no sentido de discutir mesmo, né. Então ela cita esse fato. Então ela foi uma das alunas dele. Isso, eh eh para ele, sempre foi um motivo de muito orgulho, né. Uhum Bom, eh então a vida era essa A gente ia para o clube, escola, clube, escola. Isso
sempre achei
muito eh muito boring, <laughs> por isso que minha eh vinda para São Paulo. Mas era interessante ao mesmo tempo, né, porque a cidade fácil, você andava pela cidade toda, conhecia todo mundo. Então era era nesse aspecto interessante, mas uma cidade eh pequena, com todas as vantagens e também desvantagens de uma cidade pequena, né.
E as brincadeiras, quais eram assim?
Era como como âh tínhamos o clube, era eu praticava esporte, natação, então ia para o clube e ficava lá treinando natação, voleibol, tinha os bailinhos. que a gente fa participava. E era, sabe, casa de de do dos amigos, né? Era a vida de cidade do interior que você eh tinha liberdade completa, né? Tinha uma bicicleta, andava para cima e para baixo, a cidade inteira com a bicicleta. Então, corria toda a cidade. Era divertido por isso. Então, você conhecia todo mundo, estava na casa de todo mundo. Pelo conhecimento que o meu pai tinha, a gente conhecia as pessoas com muita muita intimidade. Meu pai, como eu falei, era uma pessoa eh muito benquista, e e era uma uma coisa interessante. Lá eh tem muito japonês, né? A era de lá. E e os japoneses, interessante, eh idolatravam meu pai, porque como professor de português, eles em a grande maioria da geração do meu pai são japoneses mesmo. mas ele enxergava a necessidade de lingu de ensinar para o filho o português. Porque olha se estamos vivendo numa num num país que fala português, eles têm que saber falar, não como eu falo, né. Então, eles levavam mu eles eh consideravam o meu pai um uma pessoa muito importante para eles, para a família deles. Uhum. Então, todas as festas japonesas, todas, sem exceção, a gente era convidado. E era divertido que eu gostava de comida japonesa, eu era o único acho que em Atibaia eh o ocidental que gostava de comida japonesa, me divertia aquilo lá. E a ponto de jogar beisebol, gostava de convívio com os japoneses, jogava beisebol com eles, era o único brasileiro que jogava beisebol, eu convivia no meio deles também. Então, a gente eu eu circulava por todas as os na eh todo mundo em Atibaia, né, então. Isso era divertido. E e
E com o seu irmão, como era o convívio? irmão mais velho, mais O meu irmão é mais novo complicado.
Não é é tem uma diferença de um ano e meio. Então, isso é relativamente âh grande né, de po não é nessa fase da infância. Ele tinha a turminha dele e eu tinha a minha turma. E como eu vim para São Paulo com treze anos, naquele momento que você começa a se aproximar mais, do irmão, as idades começam a ficar mais próximas, eh parte intelectual, eu me afastei, porque eu vim para São Paulo, passei três anos, meu irmão também saiu de Atibaia, veio para a escola técnica em São Paulo, aí eu me afastei, saí saí de casa. Então eu saí de casa com treze anos, nunca mais voltei. Claro que eu voltava final de semana, aquela coisa toda, mas eu não não para o convívio de casa então. Essa eh
Ainda nesse convívio familiar, as comidas provavelmente eram italianas todas, como é que era?
Era interessante, porque eh minha avó, meu meu avô faleceu, como eu falei, vinte dias antes de eu nascer. Então minha avó praticamente morava em São Paulo com meu tio, mas passava um tempo em Atibaia, um tempo em São Paulo. Depois de um tempo, ela se mudou para Atibaia, ficou lá em casa. Então a gente falava, até brincava. O arroz e feijão da minha avó, italiana, era melhor que o da minha mãe, brasileira. E o macarrão da minha mãe era melhor que o da minha avó, italiana, né. A gente brincava. Mas eu fui criado, no dia a dia, pela minha avó, pro propriamente dito. Porque minha mãe ficava, dan dava aula. Então minha o o convívio foi com a minha avó eh nessa fase de infância mesmo. Minha mãe eh da dava aula, mas era uma pessoa presente também. E aí
Então, a sua mã, a sua avó era a melhor de comida brasileira, de arroz e. É
Brincava assim, mas as duas cozinhavam, né, então. E eu nunca sentia o ciúmes entre elas. Minha vó sabia conduzir, minha mãe também. Minha mãe era bem flexível, né, sabia conduzir isso daí. Minha avó era muito, eh personalidade forte. Então, minha mãe sabia conduzir, né. Ela soube conduzir isso Nunca vi atrito entre elas. Tanto é que minha vó, minha mãe cuidou da minha avó até o falecimento dela, que morreu com noventa e sete. Anos. Praticamente, minha avó, minha mãe que cuidou dela, né.

Vocês vinham para cá e tal. Como que era? O que representava para você essas vindas para São Paulo?
Exatamente, o esses momentos para mim eram de muita ansiedade. sempre enxergava São Paulo como uma cidade maravilhosa. Eh Todas as festas em São Paulo, Natal, eh Páscoa, aniversários, né, a gente vinha para São Paulo. E eu sempre vinha eh co co eh com ansiedade porque eu eu eu comecei a enxergar São Paulo como uma cidade diferente de tudo que eu conhecia. Né. Então, tinha os bondes, Quando eu era pequeno, me lembro um uma passagem que nunca me me foge. Na na Avenida Matarazzo, ali, na Água Branca. Eh Meu tio era agrônomo pri meu. Primo do meu pai, né? A gente chamava de tio. Era agrônomo. E eu acabei até me espelhando nele para minha minha carreira. Ele ele Ele ficava ali na Água Branca. Ele era do Instituto de Zootecnia. E ele ficava ali. E o pai dele, né? Já era velhinho. Ia visitá-lo de vez em quando, então eu saía com ele, para passear. Tinha, sei lá, cinco, seis anos. Então a gente circulava por ali. Até hoje, quando eu passo lá, eu me lembro. as eh São as mesmas instalações da minha infância. Só que mais na frente passavam os bondes. E a gente andava de bonde. O mercado municipal... Então eu achava que lá era uma coisa maravilhosa, aquela arquitetura, pequeno, mas já já me atraía, né. Até a ponto de hoje ainda, quando estou ali, eu paro e entro lá para olhar, para apreciar o mercado, tal. Então, São Paulo sempre foi uma cidade atraente para mim, né. Então eu vinha com muita vontade e. E para mim não era nenhum sacrifício pegar o ônibus, né, não tinha carro naquele tempo. Vim para São Paulo, aí troca, pega não sei o que, outro ônibus, até chegar nas casas, aquela coisa toda. Eu vinha com facilidade.
Com treze anos você veio terminar o colégio, e aí você ia morar aonde em São Paulo? Eu morava com meu tio. Tá. Irmão do meu pai. Então conta um pouco esse processo de vir para cá, de mudança. Eh
Como falei, era nós éramos muito ligados, a família toda era muito ligada, e ele meu tio tinha três filhos, dois homens e uma uma menina, também praticamente irmãos nossos. Então, eles iam para Atibaia, passavam férias. Eu vinha para São Paulo, passava férias. Então, até hoje, somos eh nós nos consideramos ma irmãos, praticamente, né. Então, a gente tem um um convívio muito próximo. Então, eu eh vim para a casa dele, ficar com ele esse período de de três anos de colégio. E fui A vida lá era como se fosse a minha casa, né.

Qual bairro que era? Era Higienópolis, Avenida Higienópolis.
E aí colégio, qual colégio

Então era próximo até, então para
E como é que era a sensação de morar em São Paulo? O que que você. Então eu
Exatamente. Eh eh Para mim, então, não era não era nenhum drama vir para São Paulo. Enquanto a grande maioria, muitos colegas meus, amigos meus de Atibaia, vieram para São Paulo e não aguentaram uma semana, saudade da mãe, do pai, de quem quer que seja, eu vim para São Paulo sem nenhuma dificuldade. Eu sempre fui um uma, e nós em casamos, eh em casa, éramos o pessoas independentes. Meu pai sempre nos criou assim, a ponto de uma passagem interessante. Ele vinha para São Paulo, aí já tinha carro. Teve uma vez, acho que eu tinha onze anos, uma coisa assim. Ele falou para para mim... Ele me deixou na Praça da República e falou você vai para a casa do teu tio agora a pé. E eu nunca tinha andado em São Paulo, né. Só em Atibaia eu tinha andado São Paulo. Falou você vai, é fácil. Praça da República, até Higienópolis, três ruas ali, você chega. Né, imaginava com dez anos, doze anos. Minha mulher fala que meu pai era louco. Podia ser também. <laughs> Mas eu não me soltou na praça da pública e eu peguei, enfrentei o. Para mim aquilo era diverti um divertimento, na verdade. Cheguei lá, sem problema. Eh Tem uma outra passagem que mostra um pouco dessa independência. Uma vez nós fizemos uma excursão até Porto Alegre. Meu primo, que eu morei com ele, tinha onze anos, eu tinha dez, meu irmão nove e meu outro primo Oito. Eh, a minha ideia era viajar de trem. O trem já não era hábito naquele tempo. E ainda peguei, eh no meu tempo, a Maria Fumaça de Atibaia, a Bragantina. Uma época, eh não sei se vocês âh com chegaram a ler sobre isso, tinha a Ri a Jundia Santos Jundiaí. Uhum. E um dos ramais, dela eu pas ela passava em Campo passa em Campo Limpo, e um dos ramais era Bragantina, que ia até Bragança, e outro ramal, Atibaia-Piracaia. Então, lá atrás, era o meio de comunicação para Atibaia. Eu cheguei na minha infância a andar de de trem. Maria Fumaça até Campo Limpo, e em Campo Limpo a gente pegava o trem para São Paulo. Uhum. Né. Teve uma época que nós fomos para Santos, num Jogos Abertos do Interior, de trem. Levamos, acho que umas oito horas para chegar em Santos. Saímos de Atibaia, com aquele grupo todo da do ginásio lá da escola, e fomos lá. Eh Eh, bom, eu eu uma passagem então é que eu queria ir para para o para Porto Alegre de trem. Fiz todo o trajeto. Aí saímos nós quatro. Não fomos de trem porque eh descobrimos que ia ia demorar muito tempo, né. Mas imagina quatro crianças viajando E os pais deixavam. Quer dizer, minha mãe acho que não deixaria, mas meu pai falou, vai, vocês tem condições de fazer a vida sozinho lá. Então, eu sempre fui uma fui uma pessoa independente. E isso, eh, eh, nunca para mim foi um trauma sair de casa. Então, vim para São Paulo e eh e estudando no Objetivo, meu pai, quando teve esse problema político, teve que achar alguma coisa para fazer na vida. Perdeu o emprego, né. Aí ele tinha amigos, um amigo de falou para ele, ó, vem, vamos, vamos, tem um terreno aqui, vamos lotear isso aqui e e fazer negócio. E ele fez, se deu bem nisso daí. Eh Então tinha ven ven vendeu muitos terrenos de Atibaia para pessoas de São Paulo. Atibaia sempre foi, né, colônia de férias de paulistano. E e para eu ganhar um um trocadinho, ele falava, olha, esse esse grupo aqui você vai receber a prestação. Então eu andava por São Paulo inteirinho, de ônibus. Acabei conhecendo muito de São Paulo. Viajando Belenzinho, Lapa, Santo Amaro. Uma coincidência também. Eu ia receber eh de um cliente do meu pai, eh numa rua que era ao lado da rua que que que foi da minha futura, na rua que morava a minha futura esposa, né, a namorada e tal. Coisa interessante, né? Depois que, eh evidentemente, que identificou isso. Mas eh eu rodava por São Paulo inteirinho. E aprendi a andar em São Paulo. Então, quando se fala, São Paulo, desconhecido, difícil de rodar, para mim sempre foi muito fácil. Porque eu acabei sendo forçado a a conhecer São Paulo dessa forma.
E tem, de desse período de de andar de ônibus, tal? Tem aguma alguma, algumas histórias marcantes, assim, você falou, nossa, essa foi uma grande, uma grande causa para contar, assim. <laughs>
Não, era era não era fácil. Eu saía depois do colégio e e tinha um roteiro. Saía uma hora da escola, coisa assim, e chegava em san em na minha casa, nove horas da noite, andando e cobrando as pessoas, né. Ah Como falei, o o que era interessante é que você, eu ia descobrindo São Paulo cada vez mais. Ia vendo o a arquitetura, os parques, né, cemitérios. Ia conhecendo. Então, isso fez com que a essa rotina fez com que eu visualizasse São Paulo talvez de uma forma diferente, de muitas pessoas. que enxerga como um como uma massa amorfa, eu enxergava com as suas características, né. Cada bairro, mais ou menos, eh com a sua identidade, com as suas diferenças. Então, isso me traz Olha num nunca teve um fato assim marcante que po pudesse narrar para vocês aqui, mas foi mais o conjunto, né, que marcou.
A gente tem uma pergunta, que pode ser que não tenha resposta, mas eh apesar de você falar que Foi um trauma, foi uma coisa boa, você vir para São Paulo. Você sempre gostou de Mas eu acredito que podia ter na cabeça de um menino de treze anos, saindo de casa cedo, né? Vindo para outra cidade morar. Tinha algum sonho, uma expectativa, alguma coisa que você planejava fazer em São Paulo? Nossa, chegar lá, minha vida vai ser dessa maneira, eu vou virar um, sei lá. Não sei, tinha algum sonho?
Olha, eh eu enxergava São Paulo, eh como uma cidade eh, a ser alcançada, a ser descoberta, eh. Eh Talvez pelo fato de todo mundo falar que São Paulo era uma cidade difícil. E eu não enxergava isso. Para mim, vir a São Paulo e e viver São Paulo seria um... um coroamento dessa dessa visão. Então, eh para mim, e era confirmar, talvez, uma sensação. Fala, morar em São Paulo. Eu queria morar em São Paulo. Então, eu queria viver, vivenciar São Paulo. Saber como é viver em São Paulo. Passar o dia a dia em São Paulo. Como eu te falei, eu só passava final de semana férias e não morava aqui. Então, para mim, o sonho era poder viver em São Paulo e e e e enxergar como que funcionava a cidade. Tá Eu sabia muito bem como funcionava a cidade do interior, né. E e queria eh conhecer São Paulo, saber como que era uma cidade grande, eh como era a vida numa cidade grande.
E sabia já que que o que que queria fazer eh, da sua vida? Assim, eu quero ser um engenheiro?

Olha, eh eu já tinha uma pe uma perspectiva, eu Dois tios me influenciaram.

Ele é oceanógrafo. Muito conhecido no meio. Eh Eh, e eu me inspirava nele. Sempre gostei da natureza, de uma forma ou de outra. E aquilo, a vida marinha, né? Gosto do mar também. Me atraía, aquilo era uma co ideia interessante. Só que não existia curso de na época. Acho que Hoje, hoje tem um ou dois por aí, mas na época não existia. Fazia biologia ou áreas da da biologia e depois pós-graduação. E eu pensava em fazer, então, biologia. Mas eu falei, poxa, biologia. O campo de trabalho em bio de um biólogo é um pouco restrito. Aí eu fui vendo e e aí eu fui influenciado pelo meu outro tio, que era agrônomo. Falei, bom, deixa eu fazer agronomia. Se por acaso for oceanografia que eu quero mesmo, vou pulo para a área. Mas acabei depois eh fazendo agronomia, me dei bem na na atividade. Fiquei restrito à agronomia.
Então, vamos eh, você falou que já conhecia, voltando um pouquinho, conhecia bem o esquema da cidade pequena, e aí você vai descobrir a cidade grande. Eh Você falou que era um pouco boring, um pouco, né, sem graça ali. E que Como é que era, então? O que que você fazia de divertir em São Paulo? Você ia no Cinema? Você pegava o bon O que que você fazia para divertir, para sair, para descobrir?
Âh, nessa fase eh de do colégio, ela era uma fase meio exigente dos estudos. Acordava seis horas da manhã ou menos até, estudava até uma hora da tarde, depois pegava eh mais estudos, né. Então Primeiro, segundo ano não tem muito, mas no terceiro você já está meio que cur com cursinho também. Então, o te o terceiro ano foi bem voltado aos estudos mesmo. Mas o primeiro e o segundo ano, eh a acabou sobrando tempo para a gente poder. Que que foi. Não desculpa. Bom, eh então o terceiro ano era muito voltado ao mais para os estudos, né. E a atividade era muito intensa. De manhã colégio, à noite cursinho e você sempre revisando matérias. Mas o primeiro e o segundo ano, Deu um pouco mais de folga. Então, eu podia âh participar um pouco mais de atividades esportivas, que era o que eu gostava. Então, a gente se encontrava na Associação de Cristã de Moços, ali perto da da Consolação. Acho que tem ainda aquela aquela sede ali. E E eh visitava primos, né Não era uma rotina também muito eh intensa de de atividades. São Paulo também não permite você fazer grandes coisas, tudo um pouco distante e tal. Mas, toda vez que eu podia, eu ia ah lá no Mercadão, gostava de passear por lá. pelos parques, andava, circulava, mas era uma rotina também. Não havia de rotina
Contasse um pouco, então, dessa casa de Higienópolis, como que era, eh, qual a rua, como é que era a casa. E do bairro também, como é que ele era naquela época. Eh

E é um lugar muito agradável. porque é um lugar sossegado, ao mesmo tempo próximo do centro de São Paulo. Então eu podia ir ao centro a pé e faria fazia isso com uma certa frequência, né. Era a casa dos meus tios, meu meu tio professor de bioquímica, das faculdades, ele dava aula em várias faculdades, de medicina, de bioquímica, e minha tia dentista. E eu convivia muito com meu primo, meus dois primos. Eh É o o mais velho estudava no Mackenzie, e o mais novo ainda estava no ginásio. Então, a gente circulava com eles e, às vezes, eh com amigos, muito amigos, né. Ou os próprios primos deles, ou os meus primos. Então, a gente ficava circulando entre as casas das pessoas. Mas eh, o lugar ele é muito agradável. É um bairro eh tranquilo, que dá para andar na rua. Um bairro seguro, nunca houve um problema sério eh. Próximo ao Mackenzie, o Mackenzie é uma esquina antes, então a circulação de de do dos estudantes muito grande também. Muitos judeus, é um bairro de judeus também, né. Isso também me chamava a atenção, né, era divertido ver. Os judeus eh vestidos de forma tradicional circulavam então por ali, né. Mas era um bairro a agradável, uma região de se morar ali, eu não me lembro o número do apartamento, mas é no cruzamento Sabará com com Higienópolis, um bloco de apartamento.
Então eh, quando você tinha treze, quatorze, quinze anos era mil novecentos e (som de sibilante) E aquele contexto político que seu pai sofreu, tal, você sentia alguma coisa aí?
Tinha sido aí se superado, porque meu pai foi preso, foi eh absolvido depois de seis meses, ficou seis meses preso, depois foi absolvido, aquela coisa toda. Tocou a vida dele. Como eu falei, ele acabou abrindo uma frente de sobrevida, né com um com um amigo. Continuou presidente do clube em Atibaia. Aí eh Ele teve a oportunidade de vir para São Paulo dar aula. Continuou morando em Atibaia. Veio dar aula em várias faculdades em São Paulo. Abriu a outra frente. Né. Então, foi convidado. Deu aula politécnica por um período. Eh Fez pós-graduaçã E aí começou a tocar a vida dele em São Paulo. Voltou a ser vereador em Atibaia por mais dois mandatos. Uhum. E E então ele ele vinha para São Paulo e voltava. Era essa a vida dele, morou continuou morando lá. Então era interessante. dava aula à noite em São Paulo. Então vinha fim da tarde e voltava de madrugada. Nunca quis saber de sair de Atibaia, nunca quis. Com Fernão Dias simplificada naquela época, né, não era duplicada. Sofreu um acidente feio uma vez na estrada. Sério? Mas não quis não quis sair de Atibaia. Hum. É era cômodo também para minha mãe, para minha avó morar numa cidade pequena, né? Aí começaram a ficar mais velhos. Então, para os velhos é interessante morar numa cidade pequena. Você tem todo suporte na cidade pequena. Então, ele não quis sair. Gostava muito, ele gosta de Ati, gostava, né? Faleceu. Então, eh acabou tendo essa rotina. E depois ele se aposentou. Aí ficou tranquilo. Aí Meu primo, esse que eu morei, eh tem uma empresa de importação e exportação, aí começou a viajar com meu primo, fazia companhia para ele. Meu pai sempre quis manter todo mundo junto, né? Aí ele falava, então vou agora eu vou com você. Então ia para Alemanha, ia para os Estados Unidos, meu primo tem uma casa nos Estados Unidos, ficou um tempo lá. Então ele faleceu lá nos Estados Unidos, viemos saber depois que acabou morrendo sozinho lá. Meu primo veio na frente, ele ficou lá, e eu tive que buscá-lo lá depois, né? Mas ele estava montando uma estrutura para poder levar minhas filhas, né? Eu já tinha filhos nessa época. Vou montar uma estrutura, vou para morar em Miami para ficar um tempo lá para tuas filhas poderem, os meus netos, poderem passar um tempo lá, tal. Era e O era o sonho dele. fazer isso daí, na época para ter a oportunidade de aprender inglês e conviver, ter uma vida internacional, né, um pouco mais Não é sair do Brasil, nunca foi essa a intenção, mas ele queria abrir essa essa possibilidade. Mas essa foi a rotina dele. E
hân, essa época de bom de treze, dezessete, treze você fica em São Paulo pela primeira vez, abre um pouco também a coisa de adolescência, namoro, enfim, a amigos mais amigos. Como é como é como é essa turminha, se formar, essa coisa? É eu
Eu tinha o meu grupo de de amigos lá do Objetivo. Inclusive, tinha alguns de Atibaia, né Porque acaba, né, se reunindo, né? E, e eu conheci a minha minha mulher, né. Me casei, mas eu conheci ela no terceiro ano do colégio. Na verdade, eu conhecia no segundo ano do colégio. A gente já tinha trocado olhares, né? Aí depois, no terceiro ano, já tinha se passado acho que uns quinze dias de aula, ela veio para a minha classe. Aí começamos a conver a ah conversar, co nos conhecermos melhor. E no meio do ano, nós começamos a namorar. Aí fomos para Piracicaba juntos, entramos juntos em Piracicaba, saímos de lá juntos, para o. Eu fui para o banco, ela foi para uma empresa.
Ela fez o que?
Ela fez agronomia. Ah tá. Entramos juntos na faculdade e saímos juntos da faculdade.
Qual o nome dela?

Ela era filha de médicos de Santo Amaro. O pai dela era otorrino em Santo Amaro. Uhum. Pai e mãe médicos lá. É o que eu te falei, eu eu fo ia ia cobrar uma um vizinho dela, praticamente, lá e ela morava ali, né. E E então eu conhecia bem. O lugar que ela morava. Que aí quando ela falou, foi um estalo, assim, né? <laughs> Até eu brinco com ela hoje, né, porque ela eh, se se se ela ouvir essa gravação, vai ficar brava. Ela é meio desorientada. Eu falo que ela é desorientada. Ela falou olha, bora o pé Ela achava que eu não sabia, eu moro perto do Borba Gato. Só que a rua dela dá umas dez quadras à frente do Borba Gato. É uma referência, né, não é uma rua. Aí eu falei, então está bom, eu desci. Ela não falou o nome da rua, só me falou a referência. Desci no Borba Gato a primeira vez que eu fui para lá, andei dez quarteirões. Falei, meu Deus do céu, qual é a relação <laughs> da referência? <laughs> Eu achei que fosse perto da. Eu sempre brinco com ela, todo mundo brinca com ela com isso aí. Mas, eh eh, então, no no começamos a namorar e eu acho que eu ti eh uma situação ti, eh única, quase. Nós temos uma vida então com praticamente juntos desde os anos. Aí ela foi para a Ciba-Geigy trabalhar, eu fui para banco, Unibanco. Conseguimos eh uma atividade agronômica, né, dentro de São Paulo. Ela dentro de uma empresa química e eu dentro de banco com carteira de crédito rural. Fiquei três anos no banco e abriu uma oportunidade na Ciba-Geigy Aí eu fui, me candidatei e entrei. Então, nós dois trabalha trabalhamos juntos lá. Depois de onze anos, eu saí de lá e fui para a Basfe. Ela, seis meses depois, foi para a Basfe. Interessante, aí ficamos mais uns cinco, seis anos na Basfe. Aí eu fui para uma em outra empresa, que era a Quiminova, empresa dinamarquesa. E ela saiu da Basfe e foi para a Bayer, é onde ela está até hoje.
Então voltar a perguntar para você, eh, saindo de São Paulo, quer dizer, momento de vestibular, tal, aquela coisa, aí vocês passam no vestibular, passam em Piracicaba e vão para lá, como que agora essa outra mudança, começar de pequeno de novo, quer dizer, não tão pequeno, mas menor? Eh eh o
A vida, pelo menos para mim, a vida universitária eh, foi voltada dentro da faculdade. Eu não sei se vocês conhecem o campus de Piracicaba, É um campus muito bonito, muito amplo. Tem quase que uma vida própria. Tem muitos estudantes, eh são mais de mil e, mil e duzentos estudantes. Então, tem uma vida social praticamente independente da cidade. A cidade a gente convivia, mas sempre voltava para dentro da faculdade, era período integral. Passava praticamente o dia todo na escola. Tinha mais os estágios lá, aquela convivência, e a vida esportiva. Eu jogava vôlei na faculdade, nadava. Então, se acabava convivendo mais dentro do campus, da es da escola mesmo. E eu tinha namorada lá. Uma situação cômoda também, né? Vocês moravam juntos?

Morava separado, se na naquele tempo não tinha disso. <laughs> <laughs> Naquele tempo, tu na na sua república. Eu morava na minha república, ela na dela. Só de mulheres e eu só de homens, né.
Mas era perto ali.

Piracicaba também é uma cidade pequena, mas tudo próximo também, né? Mas eh eh aí... Tivemos eh uma vida normal, sem sem problema, namorando todo esse período, né. Mas foi foi muito divertido, uma vida mui eh acadêmica muito interessante. Saí de São Paulo longe da família, né. Uhum Minha filha depois fez isso comigo também, foi para Ribeirão Preto. <laughs>
Foi estudar em Ribeirão Preto. E vocês formaram antes, eh, depois casaram, como é que foi?
É, nós nos formamos em setenta e oito, casamos em oitenta Fui morar na casa dos pais dela. O pai dela uma boa pessoa, era uma pessoa muito eh simpática, muito aberta, tinha teve sete filhos, seis mulheres e um homem. E então, uma uma casa, médico, bem situado, uma casa bem grande e aberta à comunidade, eu diria, porque era um um médico muito conhecido em San em Santo Amaro, um dos primeiros otorrinos de Santo Amaro. Então, todo mundo conhecia ele. E e tinha muitos amigos. Seis mulheres, imagina a quantidade de candidatos, né, ho, por perto. Então tinha muita gente que circulava na casa. Isso era divertido. E ele permitiu que eu morasse lá. Ele até me convidou. Ele tinha um sítio, então eu tinha muita afinidade com ele. Até minha mulher ficava meio chateada, porque final de semana eu ia para o sítio com ele, ã, e ela ficava meio meio a meio assim de lado. Mas eh quase é um outro pai para mim, foi um outro pai. Convivi com ele até ele falecer em Mas eh, foi um período interessante.
Você quer contar um pouco do dia do do casamento para a gente? O dia o dia do casamento? É
O dia dos preparativos O o casamento nosso foi também um pouquinho diferente. Eu Meu sogro era uma pessoa muito católica. Então, ele ele tinha uma relação muito grande com a igreja de Santo Amaro. com o monsenhor. Uhum. A ponto de o monsenhor ter feito o nosso casamento. Uma coisa difícil, né? E foi feito na casa dele, coisa também difícil. Não casamos em igreja, casamos na casa do meu sogro. Então montamos todo toda o o uma estrutura de uma de uma de um altar dentro da casa dele. E nós casamos no mesmo dia em que ele comemorava Bodas de Prata. Então foi um evento eh maior, né. Dividimos aquele momento com eles. Para mim foi uma honra, eh poder ter dividido aquele momento com eles. Então foi uma festa exclusivamente familiar. Só a família foi convidada, porque não também não cabia muita gente. E Mas foi interessante. Foi até uma passagem, um não no próprio dia, um dia antes, eu estava co eh festa de despedida de solteiro, né? Coisa de garotada. Âh Nós fomos no na vinha de Ibirapuera, lá, beber um um uns drinks a mais. E o pessoal se eh eh ultrapassou o limite. Foi interessante que ele, ele o coitado, teve que eh cuidar dos eh das pessoas que estavam em coma alcoólico, praticamente, dentro da casa dele. Tinha uma uns dez assim, deitados no chão. Lá ele tratando Um dia antes do meu casamento, minha mulher falou, não caso mais, não quero casar, não sei o que lá que. Criou um um stress ali. A ponto de no dia seguinte, ela falou, você estava branco que nem um eh um lençol. Não sei como você aguentou naquele dia. Eu não ia casar, se não fosse meu pai que falou, não, meu filho, vamos lá, não é assim. <laughs> <laughs> Eu não ia casar mais com você. Mas foi um dia antes, né, mas foi superado. Foi superado. Mas foi divertido. Ele era uma pessoa muito paciente. Ele tinha uma paciência. Eu não Eu não teria essa paciência, não. <laughs> Ele cuidou da gente e e garantiu meu casamento.
Foi divertido. E vocês ficaram morando lá até té oitenta e oito? Morei nã
Morei lá não, morei lá até oitenta e três. Tá. Oitenta e dois oitenta e três Casamos no final de oitenta. Uhum. Praticamente dois anos nós moramos lá. No início de oitenta e três me mudei para um apartamento, nós compramos um apartamento. Que era onde? Em Em Santo Amaro também, ali na...

Do lado do clube... do clube não. Do Colégio Santa Maria. É Santa Maria. Hum Tinha um condomínio ali e nós morávamos ali. Depois me mudei Aí ele já tinha falecido, oitenta e oito, eu me mudei para uma casa no Alto da Boa Vista, próximo ali onde ele morava. Eu também, nesse aspecto, posso me considerar privilegiado. Eu morava numa casa pequena. Vocês conhecem o Alto da Boa Vista? um lugar que tem um bairro de casas, né, ali bem tranquilo.

E eu não tinha condições de de pagar o aluguel dos palacetes, então eu morava numa casa muito tímida. Ficamos três anos lá, a casa de um alemão chato. <laughs> e e e E aí ele pediu a casa. Daí eu fui atrás de uma outra casa, né, fui no numa imobiliária ali perto, perguntei para Fiz um contato com uma corretora, falei olha estou procurando assim, assim, assim. Falou, pô, acho que eu tenho uma casa para você, na Conde d'Eu. Eu moro, eu moro na Conde d'Eu, me fala onde é que eu acho que já visualizo. Ela foi explicando, eu falei, hum, eu sei essa casa, mas acho que não é para mim. Não, é uma casa boa, é mais do que, é excelente. A casa tinha dois mil e quinhentos metros quadrados de área de terreno, seiscentos metros de de de de área de casa. Falei, olha, eh eu acho que estou passando uma ideia para você um pouco errada da minha capacidade financeira. Não, a a mulher lá Falou, faz uma proposta. Fui lá olhar a casa. E falei, poxa, a casa realmente é bonita. Fiz uma proposta com para terminar o assunto, né, que ela estava insistindo. E à noite ela me ligou, olha a mulher aceitou tua proposta. mas como? Tem alguma coisa errada aí. Acho que ela Acho que ela entendeu que a minha proposta é por dia e não por mês. E, no fim, a mo a a senhora queria que, na realidade ela queria alguém que que mais cuidasse da casa do que propriamente pagasse o aluguel que a casa valia. E então, moramos quatro anos com um, né, num num ambiente realmente muito agradável. A casa era enorme, a maior casa da rua, por sinal. Saí da pior para ir para a maior casa da E vivemos o, vivemos quatro anos lá. Foi uma eh um período muito muito agradável na nossa vida lá. Interessante. É, pois é. São essas coisas, né, que que acontecem <laughs> na vida da gente. E a gente eu sempre passava lá com as crianças, nessa idade, nessa época as crianças eram pequenas, e olhávamos para a casa, ela tinha um um gradil enorme na frente, e quem morava lá era uma pessoa de um de um supermercado grande aí. E ele era também era fazendeiro, então ele tinha emas, andando, lá na, ali na no gramado. Era uma coisa assim, né. E nós olhávamos. muito muito gostosa, bonita, com jardim enorme, tal. Então sempre atraiu atenção, né? E um dia fui morar lá. <laughs> Bacana. É. E a
Nesse trajeto entre uma casa e outra, quando que nasce a primeira filha, primeiro filho?
Não sei. A minha filha nasceu em e quatro, a primeira filha em oitenta e quatro. Eh e eu estava morando no apartamento ainda, no primeiro apartamento que eu, âh, que eu tinha. A segunda nasceu em...

e oito. Isso. Eh, já estávamos numa, na outra casa, menor, que essa casa, menor. Aí que nós fomos, em noventa e um, nós fomos para essa casa maior. Tá. Então, a mais velha tinha seis, sete anos, a mais nova três para quatro anos. Qual o nome delas?

Queria que você contasse o um pouco do nascimento delas, assim desde o momento, você vai descobrir está grá, se a mulher está grávida, eh o nasci. Todo esse processo que é sempre, o primeiro é mais difícil, mas sempre tem um gosto, né?
Está certo. <laughs> Eh a

E nós soubemos. Minha filha, minha mulher estava, estava assim, eh imaginando que estivesse grávida, né. Aquela situação que atrasa a a menstruação, aquela coisa toda, né, se sentindo um pouco mal. Eu acho que eu estou grávida, tal. E E foi interessante que ela fa falou para mim e eu me empolguei. Aí contei para os meus pais, aí os pais dela falaram assim, você não devia ter falado, que italiano tem uma forma de reagir diferente da gente brasileiros. Ele já considera que você, agora, né, eh está numa situação diferente. Você tem que ter certeza que você estava grávida. <laughs> O pai delas médico, aquela coisa toda, né. Mas, no fim, estava grávida mesmo. Eh Foi um período bastante eh, interessante para a gente, bastante. Eh Eh vivemos esse período intensamente. Minha mulher sempre trabalhou. Isso ela nunca parou, até o último momento. E teve uma gravidez um pouco complicada. As duas gravidezes dela foram complicadas. Ela teve que ter repouso e tudo mais. Mas eh, eu tive apoio da minha, minha, minha sogra quando nasceu. Minha sogra no nos ajudou muito. Ela ficou muito tempo na casa da minha sogra, também dando suporte. Então, foi uma, foi uma fase interessante. A gente tinha aquele cuidado, né. E uma passagem interessante que eu acho que merece ser contada. Naquele tempo, ah, estavam começando os carros a álcool. E eh, eh, eu comprei uma brasília amarela, quatro portas a álcool. Para você ter uma ideia, né? Carro a álcool para fazer pegar de manhã. Não sei se vocês pegaram essa época. Naquele tempo era uma dificuldade do tamanho do mundo. E minha mulher, antes disso até um pouquinho, é para eu contar, ela sempre foi paranoica com o momento do nascimento. Então, minha mulher estava com três meses de de gravidez lá, e achava que a criança ia nascer, né. Aí eu falei não, não é assim, tal. E teve o dia que realmente a coisa aconteceu, né. E a mas ela falava, esse carro não vai pegar naquele dia e o carro não pegou. Aí consegui fazer pegar, mas ela estava lá no trabalho de parte, aquela coisa toda. Eu fui de casa até a maternidade, com ela, né, na minha cabeça. Falei para você que não ia pegar e não sei o que lá e. Chegou lá, a criança nasceu. Então, até hoje, <laughs> ela fala assim, quase que você foi, você faz o meu parto e não sei a culpa é sua, porque você comprou um carro álcool e não sei o que lá. Era uma Brasília amarela, quatro portas a álcool. <laughs> E até hoje eh, eh, eh esse é um fato que a gente conta na família <laughs> e o pessoal morre de rir, né. Eu sempre fui tranquilo. Claro que eu sabia da E ela sempre foi neurótica nesse aspecto, sempre a. Sempre se programando antes, sempre, eh, bem metódica e Mas eh, eh, eh, foi uma passagem interessante essa daí.

Os dois partos foram lá. Aí depois, eh, uma um, uma um fato que me chama a atenção também, nós saímos de lá e fomos mostrar a minha, minha filha para o avô dela, que também era médico, mas a gente fazia questão de de mostrar. Ela gostava muito do avô. O avô estava bem velho e tal. Isso vai ser um presente para ele, né. A primeira neta, primeira o E co, e como foi isso? Ah Foi muito emocionante, né. Muito emocionante, ele Os dois estavam vivos ainda. O avô e a avó estavam vivos. Foi uma, foi muito inte, muito interessante. Não fomos nem para casa, fomos mostrar para eles. E até hoje eu, eu tenho a aliança deles. Quando eles faleceram, eu e a minha esposa ficamos com as alianças deles. Mas ela tinha um carinho muito especial por eles, então. Foi interessante.
E como foi virar pai?
Olha, eh, eu eu eu diria que, eh, foi uma coletividade, eu não. Como nós vivíamos muito em conjunto, eu sempre tive o suporte dos irmãos, dos cunhados, das cunhadas. Então eu nunca eh, precisei exercer a paternidade quando, daquela forma tradicional, que segura a a a responsabilidade. Até porque minha mãe ta, minha esposa traba trabalha Então, eu diria que lá em casa até que nós fomos também nesse aspecto privilegiados, porque nós sempre tivemos todo uma um suporte familiar muito grande. Apesar de morar em São Paulo, nós tínhamos uma família bastante grande do meu lado e da, do lado da minha mulher, que a gente teve muito suporte. Então, é claro que você tem toda a responsabilidade, mas você tem uma divisão de de de tarefas ali, que eu sempre contei com a minha sogra, minha mãe, meu pai, Quando eu precisava viajar, eu sempre viajei muito, eu e minha mu mulher também sempre viajou, então a gente contava com esse suporte. Então, eh, foi até uma vida interessante, diferente um pouco do normal. Então, as minhas filhas sempre foram muito cedo para o berçário, acho que trinta dias já estavam no berçário, e não podia ser muito diferente disso, porque a nossa vida eh era muito exigente em termos de trabalho. E então eu acabei dividindo um pouco essa tarefa com os tios. Tanto é que todos se consideram um pouco pai, um pouco mãe das minhas filhas e e todos têm uma intimidade muito grande lá em casa. Queria que contasse um pouco eh
A segunda filha já nasceu com a Brasília, então?
<laughs> eu já tinha, eu tinha uma estrutura um pouco melhor. A outra foi foi menos, né, menos corrido, menos agitado, eh, mas, eh, também, eh, quase que que que teve o parto a caminho, ehh. Mas foi um pouquinho mais, mais eh, estruturado. Ela foi até a ginecologista, rompeu a bolsa, nós mandamos para o hospi, fomos até o hospital. E e a segunda filha é sempre um pouco diferente, né. A segunda filha ser um pouco diferente. Eu não tive tanto suporte da minha sogra, ela já estava, um aí já um pouco mais velha, meu sogro já tinha falecido, mas eh, a convivência com os tios continuou praticamente a mesma coisa.
E esses avós que você foi levar aliança, esses dois estavam falecidos?
Tinham falecido. Então Nesse momento, já tinham falecido. Seriam os bisavós dela, já tinham falecido nesse momento. Uhum. Aí já foi um pouco diferente. Aí, eh, foi mais ligada com a minha família, porque o meu sogro já tinha falecido também. Minha sogra já estava numa idade e numa condição que já tinha dificuldade de cuidar. Aí eu tive mais suporte de casa. Muito embora meu pai morando em Atibaia, eles vieram para São Paulo para em muitas, muitos momentos dar dar suporte. Ia para lá, as minhas cunhadas. Mas a segunda foi um pouquinho prejudicada. Ela não teve a mesma atenção que teve a primeira. Ehh E, não que isso possa ter causado alguma mudança, mas o estímulo foi outro. interessante A primeira foi muito mais estimulada. Hum. Do que, do que a segunda nesse aspecto. Então, eu acho que ela foi um pouquinho prejudicada. Convivência com os tios foi menor. E como que elas se se davam? A diferença de idade é relativamente grande, cinco anos, né. Então, a mais velha ajudou a cuidar da da mais nova. Então, era uma relação quase de, eh, de de, de, de cuidado, não de irmandade. Depois, âh, a mais velha, foi para, quando foi para Ribeirão Preto, a outra tinha seus quatorze anos Treze, quatorze anos, então, exatamente. A hora que começa a ter alguma ligação, separa, né? Coisa que aconteceu com o meu irmão, eu e meu irmão. Agora, minha filha está voltando de Ribeirão, né, vai vai fazer a residência aqui em São Paulo. mas ela já está com namorado, já tem uma vida um pouco separada, mas agora começa a conviver mais, porque final de semana é em casa, a gente começa a voltar para uma convívio mais... unido novamente, né? Então, vamos ver agora. que vai ser uma experiência para ver como é que elas se comportam. Minha filha passou sete anos fora.
Está um bom tempo, né? A mais velha? Mais velha. Ah, sim, Ribe, Ribeirão. Ribeirão Preto, exatamente. É.
Fora de casa, porque Ribeirão é um pouco longe, para vir final de semana é, é mais complicado. Então, eu diria que fica ficamos sete anos longe dela. Uhum. Podemos dizer assim. Entendi. É. Foi um convívio só de momentos. E ela está voltando para, para a casa de vocês? Não, ela está voltando, o, ela e o namorado entraram, ela, âh, numa residência, ele em outra especialidade, mas estão dividindo um apartamento, que acho que na realidade é do tio dele. Tá. Eh Então ela está morando com ele, estão dividindo lá as despesas, e mas agora estamos todos em São Paulo, pelo menos estamos, estamos próximos.
E ela vai ser médica o quê? Qual a especialidade?
Ela, eh, está no, no Acê Camargo, está fazendo radioterapia. Ela entrou em primeiro lugar lá. Radioterapia tá. Orgulho, né? É

Estou orgulhoso. <laughs> <laughs> Estou orgulhoso. Então, vamos voltar agora. A gente falou um pouco essa parte familiar. Queria voltar um pouco para sua carreira. Lá atrás, você começa, os seus primeiros empregos. Conta o primeiro empre
Bom, eu, ô, entrei em Piracicaba, já na, namorava, né, com a minha esposa. Eh E por conta disso, manti, uma relacionamento muito próximo do meu sogro. O meu sogro tinha um sítio. E, final de semana, nós vínhamos para o, vinha de Piracicaba e ia para o sítio com ele, né. E sempre gostei. Era lá em Piracicaba, não?

Aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. No município de Embu-Guaçu. Próximo a São Paulo. Tanto é que nós temos até o sítio hoje. Nós convivemos lá no sítio. E, ehh Quando eu me formei, eu tinha uma, um projeto com o meu sogro. Construir uma suinocultura. construímos a suinocultura, né. Fiquei dois anos construindo isso aí. Então, para mim foi muito interessante que eu pude, eh, praticar muita coisa que a grande maioria das pessoas não tinha essa possibilidade, tocar um projeto próprio. Era meu e eu construí. Do nada, construí um um negócio. Só que, na realidade, você não consegue se manter com isso. Então, estava pronto, ele, eh, pusemos um administrador e eu me candidatei a um emprego num banco, para a Carteira de Crédito Rural. Hum. Ehh Fui chamado, fiquei três anos nesse banco, trabalhando lá quando, na Carteira de Crédito e tive a oportunidade de também ter uma vivência, uma visão, eh, financeira para mim, falha de muitas faculdades, quando forma técnicos, a grande maioria, né, não, não, não dá uma visão comercial, financeira das atividades. E eu tive a felicidade de, de nesse momento que eu estava trabalhando no banco, eles estavam transformando a carteira agrícola do banco em uma carteira comercial para zonas rurais. Então, nós não trabalhávamos só com carteira de crédito rural, trabalha trabalhávamos também com, eh, carteira comercial. Fazíamos de tudo lá. Então, você acaba tendo que, eh, conhecer as outros, os outros produtos do banco. E Isso abriu um horizonte maior muito interessante.
Quando tu foi procurar o banco, foi procurar pensando vou procurar um lugar mais financeiro ou você foi procurar porque você viu um es um emprego ali em algum lugar? É
Na realidade, eh, São Paulo, eh muitas oportunidades para um engenheiro agrônomo. Ou você trabalhava, eh, Eu tinha uma sempre uma uma, uma vertente comercial. Pude trabalhar em pesquisa. Minha es, minha esposa foi para trabalhar em pesquisa. Acabou sendo Fazendo a parte de registro de de, de produtos, de produtos químicos para agricultura, defensivos agrícolas. Mas não era uma área que me agradava. Eu podia ir para, para isso aí. Mas para ir para uma empresa de defensivo agrícola, você tem que ir para o interior.

Trabalhando aqui em São Paulo, como é que se fazia? Então Então, o banco era o que chamava mais atenção. E eu tinha alguns amigos que trabalhavam. Uhum. E através de um ou outro amigo, falou, olha, está tendo vagas em dois, três bancos. E acabei entrando em vai, em alguns bancos, e eu escolhi o um de determinado banco, né, Unibanco na época. E Então, eu fiquei em São Paulo. Foi também uma forma de você estar aqui em São Paulo. Ehh Nunca foi exatamente o sonho da minha vida, trabalhar num banco. porque é uma, nunca gostei de coisa muito burocrática, né. Era escritório, coisa só de papelada, aquela coisa toda. Mas, foi nesse aspecto, foi interessante porque me abriu essa visão financeira. Aí, na Ciba-Geig, eh abriu a oportunidade de uma vaga de vendedor de defensivo agrícola na Grande São Paulo. Estavam abrindo, naquele tempo eh. A Ciba-Geig tinha vários produtos para grandes culturas, soja, milho, algodão, cana, to tudo no interior. Mas, naquele momento, eles estavam abrindo uma vaga para São Paulo porque estavam vindo alguns produtos, sendo desenvolvidos produtos para a hortifruti. Uhum. Então, era uma oportunidade de eu sair da área e continuar em São Paulo. Sair da área de banco, ir para uma indústria química, que as perspectivas eram melhores, e continuar em São Paulo. Naquele momento, uma empresa suíça também abriu uma vaga para os projetos suíços aqui. Acabei sendo chamado para as duas, escolhi a Ciba-Geig, que é uma empresa mais estruturada, e acabei ficando lá. Então, fui ser vendedor, fiquei três anos como vendedor, depois fui para a área de marketing, como gerente de mercado de produto, fiquei mais sete anos. Então, passei por toda essa, essa fase. Aí, depois de lá Eu fui para a Basfe, saí da Ciba, fui para a Basfe. Estava aí como gerente de produto, aí gerente comercial e fiquei mais, eh, <noise> sete anos na Basfe. Aí, uma empresa dinamarquesa me convidou para ser gerente comercial dentro da área deles, porque eles estavam vindo para o Brasil, já estavam no Brasil, mas queriam crescer e queriam uma experiência minha. E eu queria... Era a oportunidade de ir para uma empresa menor, empresa grande, interessante, mas você... tua, tua eh, tua ca, capacitação de, a tua amplitude de, de de gerenciamento é menor. Uma empresa menor, você eh, tem menos, eh, importância, mas mais amplitude de, de gerenciamento, né. Então, profissionalmente é mais, é mais eh, interessante. Então me pareceu a proposta válida, acabei indo para lá. Hum. Aí saí de lá depois, trabalhei lá cinco anos. E hoje estou com uma empresa minha, dentro da área agronomia,
Que que é, conta um pouco de, mas conta um pouco, eu queria que você con contasse duas coisas antes, então vou dar um paradinha, que aí essa parte importante da vida. Contasse primeiro, que, como é que é trabalhar na mesma área, tudo bem que é diferente, mas mesmo ramo, né, a sua mulher o tempo todo, como é que é esse convívio assim? Eu, eu
Eu acho que não soubemos, âh, lidar bem com isso. Não é fácil. Uhum. Sempre as pessoas com, perguntavam exatamente sobre isso, como é que com trabalhar com a mulher, né, numa empresa, na mesma empresa. Nós soubemos conviver com isso daí. Ela nunca, eh, exigiu, eh, comportamento diferente do que eu tinha, entendeu. Eu tinha que viajar, ela encarava isso com naturalidade. Ela tinha que viajar, ela ia para a Suíça e eu encarava isso com naturalidade. Então, nunca, fico, fico, eh, ninguém, nem, nem, nem eu, nem ela, cobramos um do outro essa questão de ficar fora de casa e tudo mais. Então, até pelo fato de eu não, eu não posso ser exigido, não vou exigir.

Então, eu acho que esse foi o aspecto. E as empresas também, né, até acho que nós tivemos uma condição especial nessa, nessas empresas. Elas Enten entenderam isso de uma forma natural. Não é comum isso, as empresas às vezes não aceitam. Uhum. Isso, né. Mas como a gente tinha um certo nome no mercado, e interessava para eles também, os dois profissionais, então acabamos tendo essa oportunidade.
Eh, e as conversas em casa girava em torno de muita coisa. Uh!
Sim, mas eu diria que a gente sabia lidar com isso daí, né. Nunca foi um estresse. Entendi. Nunca foi difícil lidar com esse tipo de coisa. O assunto acabava sendo, né, no geral ia para isso. Mas até acho que isso fez com que a gente superasse algu, talvez alguns, algumas dificuldades do cotidiano de um casal. Às vezes não tem assunto ou fica uma rotina. Então, nesse aspecto, até eu acho que a gente tinha assuntos... Quando não era da rotina do do dia a dia, era da empresa. Então, a gente tinha diálogo sempre, né? A gente almoçava junto. A gente procurava também estar junto. Muito embora ela, da atividade dela, a gente ia saía junto para almoçar junto. À noite saía para um restaurante. Então, a gente procurava ficar junto. Era interessante isso aí. trabalhava na mesma empresa, não era o mesmo espaço. mas a gente tentava, de alguma forma, sair do meio profissional para ir para o cotidiano. E
A as suas viagens eram mais para onde? Eh. Eu
Tinha, minhas viagens eram para o Brasil todo, praticamente. Como gerente de mercado, eu tinha que visitar todas as lavouras e áreas a agrícolas do país, desde o Rio Grande do Sul até Mato Grosso. Então, minha rotina era quase que dentro de um avião. E a dela menos, mas eh, muito, toda, toda semana ou cada quinze dias, em Brasília. Quando se faz registro. Registro é junto aos ministérios, né. Então era Brasília. Uhum. Quando não era na Suíça. É Agora, agora está na Bayer, é na Alemanha. Então ela continua na Hoje ela é gerente, ela é diretora de desenvolvimento da Bayer. Então ela viaja muito para a Alemanha e América Latina também, né. Sim.
E eu viajava muito pelo Brasil. Só trocar a fita?

A gente, estava falando de viagem aqui.
Estava falando de viagens e dessa, dessa vontade de conhecer novas eh, nova forma de, novas paisagens, forma de vida e tudo mais. Então, eu contei a passagem, eh, que eu fui até Porto Alegre, né. É. Então, essa vida de, de, de, de viajante sempre me atraiu. E uma Duas viagens eu fiz eh, que me chamam muito atenção, que eu acho que foi uma viagem muito, muito interessante. E sete, eu fui para a Terra do Fogo. Eu planejei essa viagem durante três anos. setenta e sete, ainda as estradas eram relativamente, não digo precárias, mas eram difíceis. Todas as estradas simples, eh Tinha duplicados, os carros também não eram nada assim, né, muito sofisticado. E Eu, meu irmão e meu cunhado. Até a Terra do Fogo, eram quinze Foram quinze mil quilômetros. Aí meu pai gostou da ideia. E meu pai indo, minha mãe também vai, né? Então nós viajamos, que é saímos de São Paulo, em setenta e sete, nesse tempo. O Brasil, fim da ditadura, né, do período de ditadura. A Argentina, forte. E E Chile, passando por uma situação dramática, aquele momento do Pinochet. Mas, mesmo assim, eu falei, eu quero fazer essa viagem. Quero conhecer a Terra do Fogo, que deve ser uma coisa muito muito O sul da Argentina, eh o, eh o, os Andes. E eu, então, eh, fiz o planejamento três anos. Todo momento. Cada quilômetro, cada parada, não sei o quê, não sei o quê. E aconteceu exatamente como eu tinha planejado. <laughs> Deu certo e E, eh, meu pai acabou se, se motivando, minha mãe também, e nós fomos. E, eh, enfrentamos essas dificuldades. Na Argentina, a cada cem quilômetros tinha que parar, vi revistava o carro todo. Entramos no Chile, naquele tempo a gente não sabia, mas estava em toque, em toque de recolher. Nós passamos por, hum, Santiago, eram umas quatro horas da tarde, mais ou menos. procurando hotel tal, e a pessoa falou, olha, até as sete horas, acha um hotel. Se vocês não acharem, né, que a gente estava perguntando o hotel, para uma e para outra, se vocês não acharem, encosta o carro em qualquer lugar, fiquem dentro do carro, não saiam do carro. Nós temos aqui um, um toque de recolher, se alguém estiver andando na rua após as sete horas da noite ou oito horas, coisa assim, a polícia tem autori, autoridade para dar, para matar, para atirar. Então, fiquem dentro do carro. Então, passamos por isso lá também, enfrentamos essa situação lá. E nós descemos o Chile até Puerto Montt, entramos, en, entramos por, por Santiago, descemos até Puerto Montt, entramos em Bariloche, eh, atravessamos a Patagônia, fomos até Comodoro Rivadavia, tudo de, de, de rípio que eles falam lá, estrada de pedra, lá é o, são seixos, né. Quilômetros, saímos de Bariloche e fomos até Comodoro Rivadavia. Ficou conhecido Comodoro Rivadavia pela mal, pelas Malvinas, depois. Hum. Aquela base argentina do, do, da aeronáutica. Hum, Eh De lá fomos até a Terra do Fogo e voltamos pelo litoral depois. Então, essa foi quinze dias, não, fo Depois, aí recentemente, mais recentemente, noventa e oito, eu acho, noventa e oito, eu fui para o Atacama, fui, fiz a mesma viagem, só que não até a Terra do Fogo. Fui até Bariloche, mas pelo Atacama. Aí fui com as minhas filhas. Eram pequenas ainda. Minha mulher fala assim, que naquela fase, depois daquela viagem, toda vez que eu convidava elas para passear, ninguém queria sair comigo porque não sabia quando voltava. <laughs> Porque eh, eh, andava, en entrava no carro e viajava dez horas seguidos. Uma viagem muito bonita. Naquele tempo Atacama, num, era pouco conhecido. Hoje em dia é moda. É um dos pontos mais eh tradicionais, né, de turismo, de aventura, ou coisa assim. Mas em setenta e sete cruzar o deserto Atacama, ehh, com carro, foi emocionante também. Viajei por lá. Eu sempre gostei de viajar. Pegar um carro e sair dirigindo. Nos Estados Unidos também passei um mês viajando assim. Você foi, você foi para onde? Fiz as duas costas. Eu desci em Los Angeles. Uhum. Subimos até eh São Francisco, pelo litoral. Desci pelo centro. Entrei em, em Mojave, no deserto. Vale da Morte. Grand Canyon. E voltei para Los Angeles. Aí Pegamos um avião e fomos para Nova York. Viajamos por lá, depois Orlando, aí voltamos para o Brasil. Isso com as filhas, já? Já com as filhas. Aí Na Europa também. Peguei o carro, desci na Suíça. Viajei toda a Itália, visitar os parentes, aquela coisa toda, né. E... França. Eu sempre, sempre gostei de pegar um carro e <laughs> e abrir fronteiras. <laughs> Ainda Ainda, falei para a minha mulher, vou te levar ainda para a Terra do Fogo, <laughs> só que você não vai saber que você vai. <laughs>
Mas foi, foi, foi divertido. Foi E essas viagens pelo Brasil, Vicente, foram trabalho a maior parte, mas conta um pouco o que você foi vendo dessa revolução rural do Brasil, você que trabalhou nessa área.
Quando eu fiz agronomia, eh a, agro, o agricultura no Brasil... O Brasil nunca foi um país agrícola. Nós temos uma atividade a rural grande. Uhum. Mas como agricultura, o Brasil é de setenta para cá. Antes desses anos setenta, o Brasil produzia o que? Café e cana. Isso era a produção brasileira. O Brasil se tornou um país agrícola depois da instalação da Embrapa, e da conquista do cerrado, propriamente dito, tá certo? Então, aí que se tornou um país que podemos dizer que é um país agrícola, que pode produzir para exportação. E eu peguei, eu acho que um pouco dessa fase. Entrei na Ciba Geigy em oitenta e, e seis, né? Isso. Em oitenta e seis. Eh Partir dos, do, do final dos anos e anos oitenta, o Brasil começou a, a aparecer mais no mercado internacional como produtor de soja. E E a conquista do cerrado fez com que o Brasil se co, se posicionasse. Então as empresas defensivas começaram a vir para o Brasil com mais intensidade. E aí abriu um campo novo, não digo novo, mas um campo grande para os, para os agrônomos, que era a venda de defensivos, desenvolvimento de defensivo agrícola. grande maioria dos produtos são desenvolvidos fo, eram desenvolvidos fora, agora o Brasil hoje já é uma plataforma de desenvolvimento. Então hoje o Brasil, é, é, se não é, eh, está entre os maiores mercados do mundo de defensivo agrícola. Então é um país bastante sig, eh, significante, mas exatamente dos anos, final dos anos setenta até agora foi exatamente o crescimento. Eu peguei essa fase de crescimento. O mercado defensivo, quando eu traba, comecei a trabalhar, faturava uns oitocentos milhões de dólares. Hoje o mercado defensivo do Brasil fatura sete bilhões de dólares. Então você vê que crescimento houve nesse período, né. Uhum. E, bom O Brasil tem agricultura desde o Rio Grande do Sul até o Cerrado, Goiás. Fronteiras novas hoje é Tocantins, é Piauí, Maranhão. E eu, como era gerente de mercado, produto, mercado, a gente pode falar assim, eu, você tem uma linha de produtos. Qual é a tua finali, qual função? É pegar um produto que, às vezes, ainda está no desenvolvimento e levar ele para o mercado. Fazer todo o trabalho dele. Criar um posicionamento, definição de, de preço, estratégia de divulgação e lançar ele no mercado. Então, eu passei por todas as áreas dentro da empresa. Eu trabalhei com fungicidas, com inseticidas e com herbicidas. Então eu trabalhava com soja, trabalhava com algodão, trabalhava com cana-de-açúcar e isso acabou me levando a todas as regiões praticamente. Então no Rio Grande do Sul tinha fumo, por exemplo, que a gente trabalhava. Conheci as regiões produtoras de fumo, com as suas particularidades. São colônias alemãs, na grande maioria da, eh, com as suas características. Completamente diferente dos produtores de cana-de-açúcar das usinas aqui de São Paulo. Os produtores de soja do interior do Paraná tinham um jeito de produzir soja que é diferente do produtor do Mato Grosso. Cada um com a sua, muito embora eram filhos, os produtores do Mato Grosso são filhos normalmente dos do Paraná ou do Rio Grande do Sul, mas que adotam uma outra atividade, uma outra forma de produzir, né, por, pelas características. Mas acabam tendo a, as mesmas, os mesmos comportamentos. Então, eh, o o gaúcho é um, é um povo que, que fez as, abriu muita fronteira. Então você tem, encontra os Cêgê, Cêtêgês, Centro de Tradição Gaúcha, em todo lugar. Uhum. Então era, era divertido ver isso. Lá no Mato Grosso, o pessoal com uma cuia de chimarrão, num centro de tradição gaúcha, no meio eh, do, dos, eh mulatos lá, né? Tem muito índio, né, uma miscigenação muito grande. É interessante ver essa, essa, eh, eh, esse pessoal no meio de, de, desse grupo. Era um pessoal fora. Pesso. O mato-grossense tradicional, ele não é agricultor, é interessante isso aí. Ele mexe com gado, normalmente, ou faz outra atividade. Quem mexe com agri, com agricultura no Mato Grosso são todos de fora, a grande maioria. Mas é claro, tinham que conviver, né? Muitas vezes, funcionários, essas coisas. Então, você acaba ver o mato, Minas Gerais com o café, por exemplo. Uhum. Muitos eh, imigrantes também, né, italianos e tudo mais. Então, você acaba... São Paulo, os japoneses com Então você, eu tive a oportunidade de conhecer todo esse pessoal. Uhum. O jeito que eles viviam, o jeito que eles tra, eh, trabalham, a forma como eles, êh, se relacionam. Cada um tem um jeito, né. Uhum. Isso eu acho que me permitiu também ter um, ter flexibilidade e, e enxergar um pouco mais como você faz uma aproxima, aproximação com uma pessoa e tudo mais. E eu acabei sendo um vendedor. Uhum. Então você tinha que se aproximar das pessoas. Eu acho que isso me ajudou a conquistar algumas vendas boas. E, e
E quando assim? Quando e por que você resolve parar e falar, agora vou abrir a minha empresa e Porque qual é
Eu diria o seguinte, eh, uma vida, eh, de, num, numa empresa, vida corporativa, é uma vida que você tem que fazer certas concessões, está certo, ver, o mundo corporativo é de certas concessões, que você, se permite, acho que até um limite. Eu como vivi, eh, desde oitenta e três, até foi o ano retrasado, um bom período, e passei por mau, por boas, bons momentos e maus momentos, e, e apareceu uma oportunidade de eu ter uma vida com a minha empresa, morando em São Paulo. que eu pudesse, eh, definir a, a, o, o ambiente de trabalho, definir a, a estratégia, eu poder me dirigir ou, ou ser, eh, a, a, o, quer dizer, o, o, eu, eu definir o meu próprio destino. me, me, eh, me tornou, me fez, eh, pensar na po, na, na chance de desenvolver essa nova frente como empresário. Uhum Minha esposa está trabalhando. Ehh Então, se não desse certo, não íamos morrer de fome. Né. Então era uma oportunidade de abrir uma empresa. Se der certo, é uma frente diferente.

Frente diferente. E, eh fora do mundo empresarial. Então, se eu conseguir fazer isso daí, dou, trago mais independência para a minha família.
Então, eu queria que você contasse a empresa, o que que ela, o que que ela é, qual é o foco dela, qual é a missão, conta um pouco qual foi o projeto. É
Esse é um projeto que nasceu há muito tempo atrás. Eu tinha um colega de Ciba Geigy, que também eh, estava um pouco decepcionado com a vida corporativa, né, com a vida empresarial. E largou para abrir uma revenda de carro. O negócio dele era vender carro. Se deu bem e tal. E ele também é agrônomo. Hum. Mas ele começou a ver oportunidade. São Paulo, eh, de uns quinze anos para cá, começou a, a ter muita atenção com o meio ambiente. Está certo? As leis começaram a ficar muito mais rígidas nesse aspecto. Então, os empreendimentos em São Paulo, para você construir um prédio e ter licença para construir um prédio, você tem que passar por uma aprovação ambiental. Uhum. E isso abriu e abre um campo de trabalho muito interessante para os profissionais da área agronômicas, biologia também, em São Paulo. E ele enxergou isso. E eu, junto com ele, sempre dando apoio. Então Eu, eu sempre enxerguei ele, um, uma pessoa que eu pudesse um dia me associar para a gente fazer um projeto em comum. Então eu trabalhando e ele mexendo com o carro, a gente sempre conversando e ele começando a fazer as duas coisas. Até o ponto que ele falou, olha, eu vou tocar minha vida só com a parte ambiental. E eu dei apoio financeiro para ele em alguns momentos, para ele montar a empresa, tocar a empresa nas áreas mais difíceis. E ele estruturou a empresa. Quando eu saí, a empresa já estava com um porte, eh, que não me dava o mesmo salário que eu tinha na, na indústria. Mas eu diria para você que eh, as perspectivas são muito boas. Hoje, eh, nossa clientela são as grandes empreiteiras, Por, para dar um exemplo, nós estamos fazendo a reforma da Marginal, parte ambiental de, de várias frentes, somos nós que estamos fazendo, os transplantes grandes de árvores. Hum. E plantios, a nossa empresa que faz, e licenciamento de empreendimento de prédios, eh, de qualquer obra, indústria, nós que fazemos. Como o rigor da legislação em São Paulo aumentou muito, Então, necessariamente, tem que passar por uma empresa do nosso perfil. Uhum. Então, em si não são muitas, porque você precisa ter uma tradição, precisa conhecer a legislação, precisa ter equipe, tem que ter uma estrutura que você não se forma de uma hora para a outra. Então, isso foi um, é investimento que começou com ele e agora eu estou podendo também, eh, ajudar no processo. Estamos indo, então estamos em crescimento, então acreditamos que, que, que, que tudo vai dar certo. E
Essa, essa parte, quer dizer, que é uma ino, não é uma inovação, não, não é uma novidade, mas hoje em dia está, está muito em voga, que é essa coisa do, do ambiente. É, que que isso pega para você ou, ou pessoal mesmo. Que que
Isso é, isso uma oportunidade de continuar dentro da área. É isso que eu acho interessante. Eu estou em São Paulo, no meio urbano, mas podendo trabalhar com plantios, com desenvolvimento de meio ambiente, com vida, que faz parte da, do dia a dia de um agrônomo. Você eh É um plantio, é uma cultura. Não é alimento, mas é, é, é plantio igual. É uma planta, que você cuida dela, você, eh, faz um pla, um planeja, planejamento. Nós estamos agora com algumas, alguns replantios, por exemplo, o Parque Vila Lobos, Nós estamos plantando lá oito mil árvores, está certo Então, de alguma forma, os conhecimentos agronômicos estão sendo exigidos para fazer um plantio de uma árvore que um dia vai trazer um bem-estar e, e, e melhorar as condições de vida de São Paulo. Isso também é empolgante para mim. Hum. Como, como acho que ficou demonstrado, eu gosto muito de São Paulo. Se eu puder melhorar É a vida de quem vive em São Paulo, isso me atende duas vezes. Uma, porque eu estou dentro da área agronômica, e segunda, porque eu estou ajudando outras pessoas a viverem melhor em São Paulo. Então, eu, eu encaro dessa forma. Todo dia é um, é um dia, eh, motivador. Que eu estou fazendo algo, eu estou plantando uma árvore. Uhum. Corto algumas, às vezes é obrigado a cortar. Mas, como a legislação obriga para cada corte um plantio muito maior, então o saldo é positivo nesse aspecto. Né. Então, a le, a legislação já é, já faz essas, essas contas. Então, eu estou trabalhando, enriquecendo São Paulo com verde, com eh, parte ambiental, uma vida, trazer uma vida de novo, de pássaros. Uhum. É uma vida de, de harmonia com a natureza, um pouco mais próximo, né. Um pouco mais próximo
Nesse caso, só para, só para entender um pouco mais, assim, um exemplo, nesse caso do Vila-Lobos é a própria prefeitura que contrata vocês, não? É
Não, nesse caso é uma compensação, todo empreendimento você precisa fazer um manejo arbóreo, que a gente fala. Manejo arbóreo é um corte ou é um transplante ou é um plantio, é um manejo arbóreo. E, e, esse Esse, essa compensação é fruto de um, de uma obra que está sendo feita na ave, na Anhanguera com a chegada da Marginal. Ali, não sei se vocês estão andando por ali, tem ampliação dos viadutos novos e ali, e ali teve que ser, eh, alterada a composição arbórea da região. Transplantes e cortes. Uhum. E aí gera uma compensação. E uma das compensações foi esse plantio. Então, nós ganhamos a con, concorrência dentro da empresa. Uhum. Que fez isso para aquele parque que é, é estadual, na realidade. Tá, tá. Aquele parque é esta, não é municipal. Aquele, em, em particular. Mas tem vários parques municipais. Aquele, em es, em especial, é estadual.
E mesmo as empresas que são privatizadas, como Dersa, por exemplo, que fazem coisas, também tem que compensar o?
Exatamente. Todas as empresas têm que compensar. Mesmo a Dersa tem que fazer a compensação. A A Marginal, por exemplo, que é a Dersa responsável, existem várias compensações sendo feitas. São Paulo estão plantando acho que quin, eh, cento e cinquenta mil árvores com essa construção da da Marginal. Entendi, Cento e cinquenta mil árvores. É uma compensação muito grande. São Paulo vai ser, com certeza, uma das cidades mais arborizadas do mundo. A Prefeitura de São Paulo tem um projeto muito grande de arborização. São Paulo, eh, daqui uns vinte anos, vai ser uma cidade muito arborizada mesmo. Esperamos mesmo. Não, sem dúvidas Sem dúvida. Pode Pode ter certeza disso. É Pelo projeto que tem. É Porque você é obrigado, vai construir um prédio, você tem que fazer uma compensação. Então, Isso, e isso é um custo adicional para o, para o empreendedor. Mas para mu, para o município, para o cidadão, isso é um benefício gigante. E todo o prédio tem quase que uma compensação para ser feito.
Então, vou fazer umas perguntas finais agora.

Bom, eu, alguns sonhos já se realizaram. Eu queria morar em São Paulo. trabalhar na minha área. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada porque, eh, consegui morar em São Paulo, estruturei minha vida em São Paulo e trabalho com agronomia. Uhum. Está certo? Dentro de São Paulo. Então, eh, para mim, eu já consegui realizar muito daquilo que eu imaginava para mim. Ehh Para frente, eu quero, âh, agora é um projeto da minha empresa, está certo? Então eu estou focando todos os meus esforços para fazer essa empresa, eh, estabilizar. Né. Empresa no Brasil não é uma coisa simples de ser construída. Mas é estabilizar, que eu possa dar emprego para mais pessoas, né, eh, para outros profissionais da área da agronomia. Já temos alguns, temos um agrônomo trabalhando com a gente, além de nós dois, né, eu e meu sócio. E, e E trabalhar nessa área, que continue con, conseguir continuar trabalhando. Não quero me aposentar. Inclusive, a minha ideia era essa. Sempre foi essa. abrir uma empresa própria, porque a vida de um profissional dentro de uma corporação é se aposenta, põe um pijama e vai ver os netos, né. Eu quero continuar, eu quero ver meus netos, mas sem pijama. Então eu quero ter uma empresa para a gente po, para eu poder me dedicar e trabalhar, continuar trabalhando, fazer meus projetos e continuar a, na minha atividade. Não quero me aposentar, essa é a minha ideia.
E a última pergunta é... O que você achou, assim de sentar um pouco e contar a sua vida? <laughs> O o que
O que me, me trouxe aqui foi um, uma, um... Eu acho que eu ouvi a semana retrasada um programa Cêbêene, né que vocês apresentaram um, o relato de um cidadão. Não me lembro o nome dele agora. E, e eu queria exatamente falar um pouco da minha experiência em São Paulo. Eu acho que eu devo ter transmitido uma visão positiva de São Paulo. E, e E eu acho que é isso que nós temos que levar para a maioria das pessoas. São Paulo, muitas vezes, é, é vista como uma cidade, eh, feia, uma cidade violenta, uma cidade inóspita. E eu tenho a visão exatamente o contrário, acho uma cidade bonita, acho, acho uma cidade, eh, eh, agradável e hospitaleira, uma cidade hospitaleira. E eu acho que a grande maioria das pessoas não conhece São Paulo ou não se permitem ver São Paulo de uma outra forma, se, se deixam levar por o que falam de São Paulo e têm medo de descobrir São Paulo. Talvez pela minha trajetória, eu, eh, nunca tive medo de São Paulo. Nunca tive medo de descobrir São Paulo. Uhum. Então eu achei que era uma oportunidade de alguém que gosta de São Paulo. que vive em São Paulo, que gosta da cidade, quer continuar morando em São Paulo, tem saudades quando sai. Uhum. Quando eu viajo eu tenho saudades e quero voltar para São Paulo, e dá esse relato, e fala para as pessoas. Descubra São Paulo, é uma das poucas cidades maravilhosas do mundo. <laughs>